Boa tarde, senhor Nicolas.
Boa tarde.
Para começar a nossa en entrevista, eu gostaria que o senhor se identificasse falando o seu nome completo, local e data de nascimento.

E qual o nome dos dos pais e dos seus avós?

veneziana esses são seus avós?
Seus avó, bisavós, né? Tanto por parte materno como por parte da minha mãe,
Então, eh vamos voltar aqui. tudo bem O nome dos seus pais e o nome dos seus avós, os os avós maternos. A os avós
bisa, não foi bisavó avós maternos. Desculpe gente,

Agora, por parte da minha mãe, o <coughs> meu avô eu não o conheci.

E a atividade profissional de seus pais? Eh
Meu pai, ele foi eh ele era ele foi carpinteiro, foi marceneiro. Depois que ficou mais idoso por causa do serviço pesado, ele passou a trabalhar como vigia noturno nas lojas pirani, né. E minha mãe, como todas as mulheres da ainda é assim na nossa sociedade, doméstica, né.
Certo. E E ati as atividades eh profissionais dos seus avós?
Eram agricultores.
Os paternos ou os maternos?
Tanto os paternos como os maternos, eram agricultores. Agricultor. E
E a origem da do nome da família?
Ah, tudo bem. É Descendência italiana, francês, português, es es italiano, espanhol, francês, português e judeu sefardita. É uma mistura tremenda da da Maris.

Nicola, e o senhor tem irmãos?
Olha, somos em sete irmãos. Cinco homens e duas Cinco homens e e duas mulheres. Os cinco primeiros nasceram no interior de São Paulo. Os dois caçulas nasceram aqui na capital. Vou até dar ordem à Cida. Vai fazer se setenta e cinco agora. Depois vem o o a Ana e o Pedro, que são gêmeos. O Antônio. Eu, o Mário e o João, que são os caçulas, que nasceram na capital de São Paulo, em Baianazes.
são sete com o senhor.
É, sete comigo, cinco homens e duas mulheres.
Certo. E eu gostaria que o senhor descrevesse como é que era o bairro onde o senhor morava, na sua infância.
Olha, primeiramente, nós chegamos aqui em mil Depois nasceu o Mário, em mil novecentos e quarenta e sete, é vinte e nove de agosto. E, no dia vinte e oito de junho de quarenta e nove, nasceu o João, que é o Caçula. Em guaianases era um sertão. Era um lugar muito assim, era um lugar bucólico, campestre, eram ruas de terra, tinha muito mato. E, em mil novecentos e Nós fomos para a Vila Granada que Estou até hoje lá. E, seis dias depois, no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e cinquenta e dois, o Francisco Alves morreu naquele acidente pavoroso na Via Doutra. Então, só na Vila Granada, na região ali, estou há mais vai fazer cinquenta e cinco anos. Quarenta e um anos na Rua Alcácer, dez anos na Rodolfo André, Quatro meses na Rua Dené, dois anos na Avenida Ticuatira e agora eh oito seis ou oito meses por aí na Vila Granada, na
tabacu. E a infância, onde o senhor morou?
A minha infância, a primeira infância foi em Guaianases e a segunda infância foi na Vila Granada mesmo, que era também na época um bairro assim Era um bairro bucólico, tinha muitas chácaras, muitos sítios. Eh nós vivíamos nesse período os Anos Dourados, né, os anos cinquenta. Eu me lembro quando Getúlio Vargas, na eleição de cinquenta, que o Getúlio Vargas disputou a eleição com o Cristiano Machado e o Brigadeiro Eduardo Gomes, e o Getúlio voltou para o poder nos braços do povo, né. e Infelizmente, ele já go ele governou pouco tempo, porque no dia vinte e quatro de Ele é sui suicidou-se, né? Getúlio Vargas. E, como já disse para vocês, Damaris, aqui, eh nesse tempo ah na minha nesse tempo foi marcante na minha vida. Nostalgia. Nostos, augia. Quer dizer, regresso à dor. Nostos, quer dizer, regresso, augia, quer dizer dor, regresso à dor. Tenho muita saudade desse tempo. Meus pais eram vivos, meus avós, meus tios. amigos, e isso me deixou muita saudade muita saudade eu, quando lembro, ouço uma música dos anos trinta, quarenta, cinquenta, eme pê bê, eu choro, mas choro mesmo, que vem a lembrança dos entes queridos, as festas juninas que nós fazíamos, isso daí tudo ficou indelével. Isso é uma coisa que jamais se vai se apagar na minha vida.
E, na infância, com o que o senhor brincava? como que era as brincadeiras. Olha
A infância era rodar pião, brincar de empinar pipa, soltar balões, que já era proibido, <laughs> mas nós éramos teimosos. Eh, que mais eu posso falar O grupo escolar, que eu me lembro muito bem, a minha primeira professora chamava-se Dona Ritinha. Ai Depois eu fui para o Pedro Taques, em Guaianases. Pedro Taques foi para o Itucandário, na Vila Granada, e depois o passa lá com a Vila Esperança. Eu fiz, o então, o grupo escolar. Sou da época do grupo escolar. Agora é com você, Damaris.
Certo. E a casa? Essa casa dessa primeira infância?
A primeira, as duas casas da primeira infância, em Guaianases, eram casa própria, e da segunda ah infância, que foi a Vila Granada, também era casa própria. Meu pai ganhou muito dinheirinho trabalhando ao sábado e domingo, e a casa da Vila Granada. É certo, gente?
E como que era a casa? Eu gostaria que o senhor descrevesse a casa, assim para o senhor, relembrando... Olha, dá um pouco de angústia.
Eu voltei para frasear o meu grande guru, que foi Graciliano Ramos. Vou parafrasear. Angústia, porque tinha ratos, tinha aquele bicho horroroso, que é o periplaneta, cientificamente, a barata. O escaravagio, né?

Tinha taturana, minhoca, tinha tinha asfalto na época, lógico. E era um bairro assim, na época ainda existiam vagalumes. Nossa, gente, isso me deixou, muita, me deixa com muita saudade. Eu Quando sonho a noite com esse período assim muito importante na minha vida.
E é o como é que era o dia a dia da da família? O senhor lembra as atividades, os irmãos, a mãe, o pai?
Minha mãe era caseira, costureira de mão cheia. A minha avó era também costureira da Espanha, que trouxe uma máquina chamada de, máquina ma manual. Minha avó veio da Espanha e era cantora, foi cantora lírica na Espanha, foi cantora e bailarina. Minha avó, Isabel, né? E a minha avó, como eu estava dizendo, e ela morou toda a vida com a gente. Meus Meu pai se casou no dia dez de outubro de trinta e um, eh com é vinte e um anos, e minha mãe é com dezenove, que era de mil novecentos e doze ela. Se casaram, viveram sessenta e seis anos juntos, até o dia vinte e um de novembro de noventa e sete, quando meu pai partiu para a eternidade. Minha mo minha mãezinha morreu no dia doze de julho de dois mil e três com noventa Então, eh a infância, como eu estava dizendo Damaras, ah, como é teu nome mesmo, desculpe querida? Gisela Gisela e Adilson tinham que ser pontuais e tinham que ser dedicados ao livro. Falei, meu pai, meu filho, e a mãe? A mãe não estudou muito, mas ela quer que você estude, nem que você enfrente muitos... Não falou a palavra que ela não conhecia, muitos percalços, muitos desistitutos que você não enxerga bem, que eu fui cego das suas vistas. Com três anos de idade, fiquei cego. Um dordóio. Dordóio, eh para quem não sabe, é a conjuntivite. A palavra... O caipira fala dordóio, né? Conjuntivite. E eu fiquei Então, você vai estudar com muita dificuldade, mas você vai enfrentar tudo quanto é obstáculo, mas você vai conseguir chegar até lá. E foi realmente o que aconteceu. Eles eram autoritários. Eu, naquele tempo, papai e mamãe davam uma surrinha no filho de vez em quando. Batia-se com as palmas, os puxões de orelha. E uma e um fio de ferro, de vez em quando, apanhava assim. Mas isso aí é tudo coisa que a gen que eu dei, sinceramente, perdoo os meus pais por essa educação severa que eu tive. Não quero maldizê-los de jeito nenhum, de forma nenhuma. E eles queriam mesmo que as pessoas se dedicassem. Eu, com muita dificuldade, o livro colado assim, eu lia a cartilha Com sete anos, eu entrei para a escola. Aliás, com oito para nove anos, porque eu entrei tardiamente por causa do problema da vista. E não tive repetência na escola, não. Aliás, entrei com dez anos. Desculpe-me, com dez anos. Problema visual. Fiz o grupo escolar. Naquele tempo, o grupo escolar era mais ou menos o que representa... Era melhor que o ginásio hoje, que é o ensino fundamental. No ginásio, nós aprendíamos aritmética, linguagem, ciências, eh história do Brasil. Era um ensino totalmente ainda jesuítico, réguada, eh puxões de orelhas. Se bem que eu nunca apanhei, porque a professora do primário elas eram humanas e eu, que não enxergava direito, me punha na frente e vinha me ajudar e a editar para mim. Estudei com muita dificuldade. E pode falar do ginásio também, Damaris? E o ginásio também era o tempo que existia a admissão ao ginásio. O ginásio, não vou ter vergonha de falar não, <laughs> eu tive repetência no primeiro e na terceira série do ginásio. Eu não conseguia ser jubilado porque eu estudei doze, quatorze horas por dia matemática, física, química, matéria que eu tinha di grande dificuldade. Eu fico eu fiquei muito chateado que, quando eu ia fazer o clássico, isso em sessenta e sete para sessenta e nove, parece, unificou o clássico e os científicos, os militares modificaram, no acordo do mec-usaid, o modificaram o ensino no Brasil. E aí eu tive que aprender matemática e física. Passei para o segundo colegial, mas co comecei a eliminar por madureza, eliminei todas as matérias. Matemática foi por último. De cinquenta questões, eu matei quarenta e sete, mas tive até um professor da UNICAMP que me deu aula particular. Falou, Nicola, só vou ensinar o que vai cair, você vai tirar de letra. Foi dito e feito. No dia que eu prestei o vesti o vestibular, olha, o vestibular não, o supletivo a natureza, eu acertei quarenta acertei quarenta e sete questões. E depois, o meu maior sonho é fazer história na USP. Não consegui. Tentei várias vezes. Tentei filosofia, entrei mais... Na época di da ditadura, nos anos setenta, assim, não achei interessante fazer filosofia. Participei ativamente de comunidades eclesiais de base. Aliás, já era autodidata, já sabia tudo de literatura, alguns conceitos de filosofia, eh história do Brasil, história geral <coughs> música popular brasileira. Já participava ativamente de saraus literários, já escrevia algumas coisinha Mas não coisas de importância fundamental, né. Inclusive, eu esqueci de falar, não e vou e me lembrei agora, eu fiz um cursinho e, no cursinho, eu escrevi um poema que o professor é elogiou muito. Falou, Nicola, está ótimo, ótimo, ótimo, só que você está meio anacrônico, isso é fora de tempo. Esse poema que você escreveu, ele é totalmente é... A forma dele é ele é Arcade. Tanto que, trinta anos depois, agora que descobri esse poema, o Haikai – eu conversei com o pessoal lá e uma editora popular – disse eles pode até publicar. O Haikai disse para ir lá conversar com eles, aquela literatura com poema ãh E, hoje em dia, estou escrevendo uma paródia em cima desse poema que escrevi. E crônicas de pessoas assim que convivi durante toda a minha vida, né, na minha infância, na minha juventude. pessoa pessoas que eu convivo até hoje, que têm muita história também para contar, e influenciados por mim, eu tenho certeza que eles vão vir aqui também dar o depoimento. E Inclusive,o sirg o Alocine Sirg, esse outro pseudônimo que eu adotei, um anagrama do nome e do subnome, foi dado por um professor amigo meu chamado professor Mário Pires, que é um professor de matemática aposentado.

Nicola, pode perguntar, eu queria saber o seguinte, como que a educação influenciou na na sua atividade profissional?
Olha, ela teve uma importância fundamental para mim, principalmente no aspecto do respeito aos mestres, respeito aos idosos. São conceitos são conceitos que praticamente hoje eu percebo que estão desaparecendo. em uma sala de aula que eu fiquei vinte e dois anos ininterrúbido, eu percebo que os alunos não têm mais respeito com o professor, eh não ficam na sala de aula. Olha, a gente, sinceramente, eu como professor readaptado que eu fiquei durante seis anos, de dois mil Ah, sim, quando havia muita defasagem de professores faltando, professores faltam muito na sala de aula. Então, eu fui solicitado pela diretora para cobrir professores, mesmo estando readaptado, dando aula de história antiga, medieval, moderna, contemporânea, dando aula de literatura, dando aula de eme pê bê, conceitos filosóficos e até de teológicos, que eu me considero mais um autodidata do que uma pessoa que passou por uma universidade, que eu não fiz a USP. Também nada de neurose, nada de nada de como se diz de frustração por isso. Que o A escola da vida foi uma escola muito importante para mim. E graças a esses conceitos que eu tive na educação, eh depois de me aprofundar muito nos livros, eu mudei o meu comportamento meu comportamento em relação ao convívio com as pessoas. Antigamente, eu era um cara meio chato. Eu achava que era falar difícil falar palavras rebuscadas, era bonito. Hoje em dia eu percebo que as pessoas têm que falar fácil e ser entendido, e não falar palavras rebuscadas que ninguém entende nada. Certo E voltei, e quero deixar bem claro nesse depoimento também, eu voltei no jânio em mil novecentos e sessenta para presidente, quando disputou com o Marechal Lope e o Ademar de Eu não sei nem sonhava em nascer nos anos sessenta, e eu votei para o Jânio para presidente da República. Será que eu falei tudo? jamais. Seu nicola
Mais mais mais alguma coisinha? É é é o... Eu queria saber sobre adolescência, né? que o senhor falou, que era um chato? Como é que era a sua convivência? Ah... Grupo de amigos? Quem eram os seus amigos? Como que o senhor vi viveu a sua adolescência?
Olha, a minha adolescência, por incrível que pareça, gente, Vocês vão dar risada. Eu vou fazer até uma pilhere, até um xiste agora, sobre eu, sobre mim mesmo. A minha adolescência foi calcada-se em uma educação eh humanística. Eu fui da Cruzada Eucarística, eu fui eh vicentiro, eu fui congregado mariano. e eu era ligado muito à Igreja Católica Apostólica Romana. Eu também não vou desdenhar, não vou ter complexo sobre isso. Foi importante na minha vida, só que eu era muito assim fechado, muito enclausurado gente. Andava de terninho e gravata, lia bastante lia bastante, só que eu acreditava que depois da morte existia uma outra vida. Foi um leigo engano meu. E essa minha adolescência, eu gostava de rock, gostava de dos Beatles. Gostava ou não gosto até hoje Elvis Presley, Bill Hale e seus Cometas. Eu curtia sim Mostrou que eu tinha uma educação bastante assim, eh eh eh uma educação voltada assim para para a igreja, uma construção bem humanística. certo gente, a minha adolescência. Não tenho pena, não. Agora, a minha cabeça, você até vai fazer essa pergunta. Ela começou a se abrir em termos políticos mais avançados nos anos setenta. Mas eu vou deixar você fazer a pergunta primeiro. Tá e
E diversão? A diversão era também a igreja, olha os amigos?
Não, a diversão era cinema. teatro e no tempo em que a televisão era séria, isso de mil novecentos é cinquenta, quando a televisão Tupi foi inaugurada no Brasil, até sessenta e quatro, quando houve o golpe militar, né, em que os militares tomaram o poder, que depois era João Goulart. Então, como estava dizendo, era o cinema, teatro, televisão, shows, e eu assistia muito assim shows de Bossa Nova. Eu gostava muito de frequentar bares noturnos, gostava muito de frequentar. Conheci todo aquele pessoal da Bossa Nova todinho, Vinícius de Moraes, conheci Antônio Carlos Jobim, conheci todos esses esses monstros sagrados da eme pê bê. E e Em sessenta e dois, aliás, em sessenta, a primeira peça de teatro – aliás, em mil novecentos e cinquenta e oito, a primeira peça de teatro que eu assisti foi eles no uso black tie. do Jean Francesco Guarnieri, a Lélia Abramo, quando iniciou-se no teatro, e Flávio Miliaccio, a Riva Nimitz, e o Chico de Assis, que é um grande professor de filosofia, um grande escritor também, e foi ator de teatro também. E sessenta, eu assisti <coughs> a... Deixe-me lembrar aqui. assistia teatro intensivamente, o teatro de arena. Em sessenta e dois, assisti a Mayferley com a Bibi Ferreira, o Edson Franço, um ator que su sumiu, nunca mais se falou, o Paulo Otran. Eu e o, esse era o meu divertimento. Isso ae marcou muito na minha vida. sessenta é uns anos também que me deixou muita que me dá muita nostalgia gente Eu também choro muito quando começo a ouvir uma música dos anos
E o os esportes? Praticava esportes?

Nunca pratiquei esportes. Damaris, Gisela e Adilson. Sempre fui preguiçoso, gente. Eu cheguei a pesar noventa e nove quilos o gente cento e dois quilos Depois eu não vou entrar nesse aspecto já. Depois eu volto. Eu menciono em poucas palavras o que aconteceu comigo, né? E
E nessa época da da adolescência, como é que como é
olha a primeira. Como você se vestia? Olha, eu me vestia, por que que pareça, <laughs> eu usava usava usava é terno de casimira, terno e gravata. Eu gostava de andar em roupa esporte. A primeira calça que eu usei chamava calça rancheiro. Vocês já ouviram falar calça rancheiro, né? <coughs> E usava, inclusive, quando não chovia, né? Usava gatas rodas, que vocês já ouviram falar também. E eu me lembro, nesse período também, das propagandas vou até avançar um pouquinho damaris que tinha na rádio. As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres com o creme rougol, creme rougol. E eu me lembro que, nesse período também, tinha uma propaganda – eu vou ser breve, terminar de achar gente – que dizia assim, ó... <coughs> Alô, quem fala? É a tosse. e o cara, como vai a senhora, dona Tosse? Aqui quem fala é o Xarope Sanjom. Alô? Alô? Fugiu, hein? É sempre assim. A tosse, a bronquite e a ronquidão fogem atemorizadas quando ouvem falar em Xarope e São João. Combata a tosse, a bronquite e a ronquidão com o Xarope São João. E outras propagandas, séries de propagandas que não dá para falar que tem a outras pessoas também para dar entrevista, né? É Pílulas de vida do doutor Ross, fazem bem ao fígado de todos nós. A era do rádio. E eu também ia ao Pacaembu, assistia com os meus irmãos mais velhos, o Antônio e o Pedro, as partidas de futebol. Foi na época de cinquenta e seis quando o Pelé surge, em cinquenta e sete, para o futebol. A era Pelé. Eu ia muito ao estádio de futebol também, que era um outro tipo de divertimento que eu gostava muito. No tempo em que não existia a torcida organizada, que é a tu corintiano e Palmeirense, São Paulo e tudo isso, eu assistia partida junto. Hoje em dia, não. Deus o livre e guarde. Te parto três vezes.

E o que mais eu poderia falar? Agora eu vou dar uma para vocês, senão eu não paro de falar.
Eu queria saber da moda que o senhor lembra. Olha a
A moda, por incrível que pareça, eu me lembro da eu me lembro da camiseta Banlon. Desculpa, puis a mão que não era para por, camiseta Banlon Era uma camiseta até legalzinha, mas só que o tecido dela nem me Era da Caribe, a Caribe que fabricava. uma indústria têxtil aqui do Brá, do Belenzinho, do Brás. Era uma camiseta que, quando a pessoa transpirava, se a pessoa não usa usasse um desodorante nas axilas, triste de quem ficasse do lado dele e erguesse o braço assim e metesse o sovaco no nariz de alguém, viu, gente? E, nesse período assim, era nós tomávamos tomávamos ônibus e não existia catraca. O cobrador tinha que fazer das tripa e coração para andar para lá e para cá, para cobrar os passageiros. E, às vezes, um passageiro mais gaiato, mais safadinho, ele ludibriava até o cobrador, né. É a Quando começou a época das pessoas dar chapéu nos outros, né, coisa que eu nunca adotei na minha vida. O que mais eu poderia falar dos anos da minha adoles minha juventude, minha adolescência? Juventude. Pode me mudar.
O senhor lembra dessa moda, o senhor estava falando da moda como as mulheres se vestiam?
Olha, as mulheres ainda nos anos sessenta, eu me lembro dos anos cinquenta, aliás, nos anos cinquenta e sessenta principalmente, os anos dourados e depois os anos rebeldes. Quando uma mulher usa usasse calça comprida, a mulher era considerada uma doidivana, uma marafona, uma mulher de vida fácil, uma prostituta. Gente, foi difícil engolir isso aí. Uma tia minha usava isso aí. O meu pai, que Deus o tenha em bom lugar. Minha mãe, eu sou agnóstico, mas isso é o jargão popular, né? Começaram a criticar minha mãe também, que era mais velha. E eu era moleque, eh já era rapazinho. Ah, o que que tem, mãe? Isso é um normal. Minha mãe deu um soco na cabeça. Ah, rapaz, homem, sem vergonha. Foi difícil. <laughs> Então, nos anos sessenta cinquenta, sessenta, quando a mulher usava, então, uma... Calça apertada, já viu. E nos anos sessenta, se não me falha a memória sessenta ou sessenta e sete, os militares já estavam enclausurados no poder. Quando surgiu a minissaia, foi um Deus nos acuda, gente. A mulher usava até aqui. Nossa, aquilo ali... o que havia eu tive um tioavô, tio Guido Veneziane, que um dia chegou a criticar um primo, meu de terceiro grau, pelo fato da esposa dele estar de minissaia, Angelina, é uma prima de segundo grau. Era uma sociedade extremamente fechada. E eu me lembro também, que o não sei se a Damaris vai perguntar isso aí, mas eu já vou até adiantar. Quando surgia o caso Damaris, eh Gisela Gisela e Adelso. Quando surgia um caso de um homossexual, a polícia espancava a gente. Aquela palavra vulgar, não vou falar porque eu não... <coughs> Aqui não é lugar para vulgaridades. Quando surgiu o homossexual, a polícia espancava. Só que no meio artístico nunca existe a repressão. Quando o Mazzaropi descobriram que ele era homossexual, foi um Deus nos acuda. Meu irmão mesmo começou a criticar, falando que era de ser, ele era um artista gente. Naquela época eu já tinha uma cabeça evoluída, por artista tudo é válido pessoal. E hoje, se a gente for se reportar, Virginia Woolf, Quem mais podia? O Mário de Andrade também, supõe-se que ele seja, tenha sido, aliás, o pagano-sobrinho, o Walter Pinto, que era dono de companhias de teatro rebolado nos anos quenta. Gente, o preconceito era grande, mas grande, mas grande mesmo contra o homossexual também que você, que você for a talvez fosse até fazer essa pergunta. Ora, os anos cinquenta, sessenta... Nos anos setenta, não precisa nem falar, que foi o ano da... da luta armada, né, que houve a luta armada, o João Goulart, quando foi deposto, em sessenta e quatro, ele saiu porque não queria ter derramamento de sangue. Mas o derramamento de sangue veio depois com as falanges, <coughs> com as com os grupos que se formaram para lutar contra a ditadura, que foi tudo aquilo que deu, que todo mundo já sabe, né, gente? setenta para cá.
e continuaram, tá. E nessa adolescência toda, e os namoros?
Olha, sinceramente, eu, apesar de ser solteiro até hoje, eu tenho uma filha, mas eu assumi, mas não mora comigo. Eu tive muitos namoros, eu namorei bastante mesmo. Tive muitas mulheres e mulheres na minha vida. Nada contra as pessoas, não vou falar o misógino, que o misógino é aquele que tem aversão à mulher. hm Caso Clodovil Hernandes, com todo respeito ao ser humano, se bem que ele não merece ter muito respeito, ele é misógino, ele tem ódio de mulher. No caso, o homossexual ele não tem ódio de mulher. Ele tem a mulher como sua principal amiga, que nem um cão que é fiel. O homossexual. Eh Qual foi a pergunta minha?
Sobre o namoro.
O namoro. Eu tenho muito grande respeito pelos homossexuais sabe? Agora, eu, sinceramente, eu sou hetero. Não hetero, não, que é um conceito de prosódia. Eu sou heterossexual. Eu gosto, sempre gosto. E vou gostar de mulher até o fim da vida. Agora, nada de preconceito, pelo amor dos deuses, gente. Não tenho preconceito nenhum, não.
Como que era o namoro naquela época?
Olha, o namoro naquela época era um namoro, assim, eh muito assim, de mãos dadas, por até com a mão na cintura dar assim, mas um beijo em praça pública era perigoso, gente. <laughs> em sessenta e quatro, pode falar não, problema nenhum, em sessenta e dois, eu estava lá no Jardim da Luz, dando um beijo daquele bem atracado nisso, não estava na minha escola, Disseram, vocês dois vão para o distrito.

Disseram, não, não, ninguém vai bater em vocês. Eu fui preso <laughs> ali na sala, na erre pê, eu e a menina. Mas o delegado me deu um sermão, gente, menina, menina. Falei, que pouca vergonha, se beijando daquele jeito escandalosamente. O senhor também, você também. Eu já era cabeludo na época, por causa dos Beatles, né. Mas foi o Deus nos acuda, gente. E não podia se beijar. Dentro do ônibus, uma vez, eu vi um casal, o motorista e o comprador botaram o rapazinho, o casal de namorado, fora do ônibus. Foram tudo para a delegacia também. Era tudo, tudo censurado.
e mais. E aonde que beijava? Casava sem beijar?
Bom, depende. O casal mais evoluído até se beijava. O padre ficava meio assim, mas fazia vistas grossas. Agora tinha uns que se beijavam no rosto, ali na igreja, né. E na Depende da formação de cada um, de cada família, porque sempre houve aqueles que tinham a cabeça mais evoluída, né. uhum é gente
E como foi a história de ser pai?
Olha, gente, eu assumi realmente essa filha, ela não está no Brasil, ela está nos Estados Unidos. mas ela se comunica comigo não. Agora, eu vivo sozinho mesmo, eu moro sozinho até hoje. Inclusive, eh não quero me comparar ao grande monumento meu, que é o Manuel Bandeira, que é o meu poeta de cabeceira, gente. Ele morreu sozinho também, com oitenta e dois anos. Ele frequentava Toda a zona do Alto Meretrístico, do Baixo Meretrístico do Rio de Janeiro, Mangue, eh Bordéis, os lupanares do Rio de Janeiro, ele frequentava. E eu também até agora, mas só que a idade, lá chegando, já viu como que é, né? Damares, Gisela e Adilson. O que mais eu poderia falar para vocês, gente?
Tem mais coisas, pode lembrar o que a gente pode... Eh eh queria saber mais sobre essa história do senhor, quando o senhor ficou sabendo que seria pai, como é que foi?
Não, normal, eu... eu naquela época, o médico particular fez o exame, tudo, sangue, foi provado que era filha minha. Foi provado. Eu assumi tudo, só que eu nunca vivi com a companheira, e a companheira vive até hoje sozinha também. Simplesmente, nos anos setenta aconteceu isso. É Já seria produção independente nos anos O meu pai ficou cabreiro. Minha mãe, ó, você não tem vergonha na cara? Homem sem vergonha, minha mãe falava. Assume logo. Falei, mas eu assumi. Mas por que você não casa com a mulher? Ele achava que eu tinha que casar com ela. Falei, mas ela não quer casar, então são dois sem vergonha. No conceito deles, né? uhum E eu assumi normal normalmente. E ela me conhece. Normal. Eu achei que foi bacana assumir. Se bem que há muitas pessoas no da ver – é não vou cometer a licença poética aqui, não – ah da ver muitas pessoas que aprontam, aprontam não, acontece e não assumem. Eu não, eu assumi normalmente.

Nicola, e sobre a a escolha do seu curso de História? Como é que aconteceu?
Olha, eu vou ser sincero, já fui frustrado, já fui, assim, muito complexado, o curso de História que eu fiz. Eu fiz um curso de História porque eu entrei na PUC nos anos setenta, oitenta, que eu estava na aposentadoria por problema visual, né? Fazia bico por fora, né? Mas não tinha condições de pagar o curso na PUC, e aí o Padre Ticão, Vocês já ouviram falar, é lógico, né? Falou, Nicola, te arranjo uma bolsa integral, você não vai pagar nada. Você é da comunidade eclesial de base, o D. Angélico, D. Paulo Ervaristo facilita para você, é na FAI, na Vila Mari na Vila Mariana Se bem que o curso fiz na Rua Afonso Celso. A unidade um é na Avenida Nazaré nove nove três, Ipiranga, e a unidade dois, na FAI, na Rua Afonso Celso cinco sete um, Vila Mariana, na Estação Santa Cruz, o metrô. ali próximo ao museu Lasar Segall Então, você vai fazer lá e não vai pagar nada. Fui, consegui, fiz um um curso e comecei a dar aula meio tardiamente. Só que, quando comecei a dar aula, todo leonino é convencido e é narcisista. os professores ah. Os meus colegas falaram, Nicola, como sai e está dando aula? Você não fez nenhum curso superior na USP? Não, não, não fiz, não. Tudo que eu sei é devorando muitos livros. E eu comecei a dar aula. E isso daí... Que qual foi a pergunta? Você fez mesmo a aula? É
É sobre a escolha. O que que o motivou para escolher esse curso superior de
Olha, o curso de História... Eu toda a vida eu gostei de História. Toda a vida eu gostei de História. toda a vida. Desde criança. Se bem que nós... Não não sei se você e a Gisela que são bem mais jovens e o Adilson vocês enfrentaram o o tempo da em que a história era decoreba, positivista, né gente. Eu rompi com essa barreira nos anos oitenta setenta e oitenta, principalmente. E o ensino positivista, eh os grandes heróis, saber o hino da de decor nacional, eh decor e salteado, o de cabeça e salteado, que o decor a memória não está no coração, está na cabeça. Então E a história me sempre me fascinou. História antiga, medieval, moderna, contemporânea, aliás, voltando um pouco na pré-história, a história do Brasil, a história da América, e tu e tudo, e além da história, as ciências humanas, que eu também adoro, tenho um grande fascínio, é pela filosofia, pela literatura. Nossa, gente, até hoje eu fico até <coughs> Walter Benjamin, Horkheimer, eu leio muito, A Grécia Antiga, Platão, Sócrates, Parmênides, Xenofonte, é Epicuro, é Aristóteles, tudo, tudo, tudo que, Depois do que eu formei em História, eu comecei a fazer pelo artigo noventa e um, eh na USP Filosofia, mas também não aguento mais. Voltei a fazer outra vez, na judas, de graça. O pior é que a gente cansa também, né gente? Mas eu não paro de estudar. inclusive agora que eu comecei a me interessar pelo pelo pela informática gente. Há uma colega minha que é professora que está começando a me engatinhar na informática.
Eu queria ah saber quais eram as expectativas em relação a à sua profissão naquela época. né que o senhor escolheu o curso de História, con nos contou como ingressou na faculdade e por quê. E, assim, com relação a a à profissão, na sua escolha do curso, né, o senhor nos contou que gostava de História, sempre gostou, das várias histórias. E E qual que é a sua expectativa com relação a essa profissão?
Olha, para ser sincero, nos anos oitenta, o pê tê surgiu no dia dez de fevereiro de oitenta. Nos anos oitenta ainda existia a Guerra Fria, havia a polarização dos Estados Unidos e União Soviética, né. E todo petista, além de xiita, era xaato também, né. Todo petista ele tinha como lema o socialismo, é conscientizar o povo que o socialismo era a sociedade perfeita, que no socialismo não existia miséria, não existia pobreza, e eram todos iguais. E eu dava uma aula de história muito crítica, uma aula de história eh fazendo com que os alunos se conscientizassem eh da política e do papel como agente transformador. E eu via na educação uma válvula de escape, algo assim que me seduzia, E eu achava que, eu entendia, aliás, que a educação era um passo decisivo para se construir uma sociedade perfeita, mais fraterna e mais igualitária. certo. E a educação, naquela época, e eu seguia, que eu fui também dava também nesse ne período aí, eh a aula também para alfabetizar, método Paulo Freire, sempre usando o método eh da síntese, da metodologia científica. Eu via na educação, então, uma válvula de escape para a gente conseguir, quem sabe, na época, olha que xiinta que eu era. até uma revolução sangrenta, uma guerra civil, e o povo construía a sociedade ideal que seria o socialismo. Olha, na verdade, eu era uma atitude meio xotesca, uma atitude totalmente eh fora de propósito. Hoje em dia, quando me lembro disso, eu dou risada sozinho. Foi uma lei do engano, simplesmente. Agora, a educação naquela época, apesar dos pesares que ela já vinha claudicando, claudicante mesmo, ela ainda tinha uma proposta. Pelo menos, eh fazer com que os alunos estudassem mais e se preparassem para o vestibular. E fazer uma faculdade eh realmente que lhe garantisse emprego. Não vou falar da USP, da Unicamp, da Unesco, que eu também não estudei na USP. A PUC eu não estudei porque eu não tinha dinheiro, mas queria que o aluno fizesse um curso superior que realmente lhe desse emprego, garantia de emprego. Agora, se eu vou, vou avançar um pouquinho que você não fez a pergunta. Se eu for comparar com hoje, com a escola de hoje, a escola dos anos oitenta, ela dava, dava de mil a zero, gente. Que hoje em dia, a escola pública hoje ela está decadente, está na banca rota, ao passo que a escola privada, a escola privada Onde há o poder aquisitivo mais, onde há as pessoas mais aguinhadas em termos de poder econômico, é dada de um nível ótimo. Colégio Santo Américo, Visconde por Seguro, Colégio Bandeirantes. Ainda formam uma escola porque vão ser os futuros dominantes, a classe dominante. Ao passo que a escola pública está formando um contingente despreparado, que vai ser a mão de obra barata para as multinacionais. Mão de obra barata para o trabalho, né, gente? Sabe o que eu respondi Damares?
Qual faculdade o senhor fez?
Eu fiz a faculdade, a FAI, Faculdade Associada do Ipiranga, eh que na época, de uma forma até bem xiistosa, bem gozação, Porque quem entrou na PUC e fazia FAI, eu não vou cuspir no prato que eu comi, que eu estudei estudei de graça, né gente. Mas eu aprendi mais sozinho. Mas a faculdade está de uma forma assim bem depreciativa. As pessoas que faziam USP, a UNICAMP, a UNESP falavam que era faculdade atrás da igreja. Eu falei, tudo bem, gente. Mas a faculdade lá, eu pego puxo até as orelha a orelha dos professores. que vão dar aula e não sabem nem para eles. Que havia O professor, quando percebia que na classe tinha alguma pessoa eh consciente, eles tomavam cuidado para dar aula viu gente. E eu era um camarada que era pedra no sapato de muitos professores enganadores. <laughs>
Tudo bem, Damares? Tudo bem. E E com quantos anos o senhor começou a trabalhar?
Eu come sempre trabalhei Damares, estou brincando. Eu sempre trabalhei. Trabalhava como vendedor, trabalhava-se serviços, bicos, porque não podia ser registrado por causa do problema visual. Fiquei muitos e muitos anos aposentado por um problema visual opa muito grave, né gente. Fiquei muitos anos aposentado. E eu Fiquei muitos anos assim. Trabalhei em uma fábrica de ampulha, trabalhei no Banco Moreira Salles, quando era mais jovem. Fiquei na Caixa muitos anos, conforme já explicitei para vocês. Agora, o que me realmente eh me dignificou na vida foi ser professor. E se fosse para começar tudo de novo, começaria... queria ser professor novamente. Certo, gente? Gostaria mesmo. Certo. Agora uma uma coisa para mim, a males que vem para bem. É um provérbio popular. Se você for se reportar, a interpretar de uma forma bem científica, seria uma verdade. Se eu tivesse, nos anos sessenta, sessenta e quatro, sessenta e oito, inscrição eh no epitáfio, quer dizer, em cima do tupulo túmulo, uma inscrição em um em um túmulo de cemitério, gente. Já seria cinzas. Porque se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, tivesse naquela época... Ah, louco, gente! Que a literatura marxista ela começou comigo eh nos anos setenta, no ano da repressão violenta, que você vai mencionar daqui a pouquinho e eu vou dar os maiores detalhes.
E e eu gostaria que o senhor falasse da sua da sua vida profissional mais. O que que o senhor trabalhou até ser professor? Como é que foi ser professor?
Olha, como eu já falei para vocês, eu trabalhei muitas vezes como vendedor. Olha
vou ser sincero. Vendedor do quê?
É, vendedor. Eh Serviço bico, serviço temporário. E, para falar a verdade, eu comecei a trabalhar também na Enciclopédia Britânica como vendedor de livros. Só que, naquela época, foi que, aliás, se conversa britânica nos anos setenta, quando comecei a trabalhar, ali fiquei só dois meses, só, não aguentei. O fato de enxergar pouco, ler eh prospectos, assim né, isso me atrapalhou muito. Então, eu comecei a trabalhar mesmo, ah com cara e com coragem, dando aula gente. Foi a foi a minha Foi algo que muito me empolgou na vida, nos anos oitenta, em que comecei a dar aula um pouco tardiamente. E já dava aula, assim, como autodidata, que eu dei aula no Mobrão, mas só tinha o colegial completo, né. É Eu usava até, às vezes, o método peripatético. Ou seja, peripatético, quer dizer, o ensino, a arte de ensinar passeando, que o velho Aristóteles ensinava na Grécia Antiga, nas Alamedas de eh eh nas Alamedas E eu sempre gostei de ler muito, gramática, literatura, como eu já falei, filosofia, teologia, tudo, tudo, tudo. Música popular brasileira, tudo, tudo, tudo mesmo.
E o senhor lembra do seu primeiro dia de professor?
Lembro, gente. Olha, lembro mesmo. Eu já entrei eh de peito estufado e comecei a dar aula. A molecada levantou, falei, não não precisa levantar não, gente. Ah, mas o senhor não é professor? Sou. Mas por que vocês vão levantar? Aí uma menina falou, já vi que isso era dos nossos, viu? Que ainda tinha mania do aluno se levantar. Falei, não, gente, aqui está entrando um professor... Aliás, eu pretendo ser educador mais do que professor, porque o educador ele não precisa eh... Ele ele é mais Jequitibá do que Pinheiro. Jequitibá é uma árvore para durar mil anos, é o educador. E o pinheiro é uma árvore para durar meses, que ela é fruto eh de consumo das multinacionais. É porque tinha ideologia. Então, eu sou educador, eu sou jiquitibá. E o livro do teólogo e filósofo Rubem Alves, Conversas com quem gosta de ensinar, é um livro de bolso. E esse meu livro, esse livro dele foi meu livro de cabeceira. E eu dava uma aula totalmente descontraída, ensinava o aluno a ser mestre também, que o mestre não é quem ensina, o mestre é quem, de repente, aprende. Segundo João Guimarães Rosa, que é meu ídolo também. E a palavra conhecer, é você ensinar e aprender, que é o método cognitivo, quer dizer, nascer, renascer, nascer de novo, né. E eu comecei a dar aula assim e sempre me dei bem dando aula nesse estilo. até que culminou com o problema de saúde que eu tive no comecinho dos anos oitenta, né. E começou nos anos... Até os anos oitenta não, gente, desculpe. Nos anos noventa, começou a degringolar o ensino no Brasil. Em noventa e seis, não gosto de falar de quem já morreu, porque já é covardia. Com os governos neoliberais, com Mário Covas para cá, se não se responsabilizando mais pela educação. E é isso que está aí, pessoal. E hoje em dia, então, no ano dois mil, então, eu entrei com o processo de readaptação e o processo, então de, que culminou com a minha aposentadoria no Estado. E aonde
E qual escola que o senhor deu aula?
Eu dei aula na Zona Leste, dei aula na escola José Marques da Cruz, na Vila Formosa. Pilar Garcia Vidal, na Vila Jardim Quarto Centenário, Zona Leste também. Onde mais? Desculpe, gente, deixa eu lembrar. João Ramaciotti, Maria Aparecida de Caso Mazeiro, eh Adalgisa Moreira Pires, Gabriela Ortiz, Maria de Carvalho Sene e jornalista Francisco Mesquita. E também como professor já readaptado, porque eu não dei, porque o professor nunca para de dar aula, na escola adelai Adelaide Ferraz de Oliveira, que quando eu já aposentado, já readaptado, a professora me chamava para entrar na sala de aula. E, olha, como readaptado, eu fiquei eh fascinado, gente. Eu fiquei assim contemplado. Os alunos não bagunçavam que nem bagunçam com os professores que dão aula, ultimamente. Não que eu seja o supra-sumo, que eu seja o dono da verdade, Mas é que uma pessoa que que manja, que conhece, eles dão valor. Agora, se entra um engarandor qualquer, eles não dão valor, não. Tudo bem, Vini?
Tudo bem. E essas escolas eram eram próximas da sua casa?
Próxima, próxima de casa. Eram próximas São tudo próxima.
Dava para ir a pé?
Dava para ir Muitas davam para ir a pé, outras eu pegava ônibus. É pertinho também, nunca tive problema não.
E o senhor sempre trabalhou dando aula?

Depois que começou a dar aula, trabalhou... Não parei mais. É Não parou não parou mais.
E agora, ainda de vez em quando, numa ONG, eu faço os biquinhos também, né, gente?
O que que são esses
Dizem que é de graça, mas de graça não é muito de graça, não. Sempre tem uma ajudinha ajudazinha de custo, né? O que
O que são esses Apaga um pouquinho, só para dar uma coçadinha no nariz. Pode continuar, pode continuar. Não, pode por a mão no meu nariz?
Pode. Desculpa, gente. O que eu ia falar mesmo? Esse biquinho nas ONGs... o senhor É, de vez em quando rende algumas coisinhas, né? No meio de vez em quando
Mas qual que é o trabalho, qual que é a atividade que o senhor faz nas ONGs? Não, sempre é
Nós falamos muito de história, filosofia, política. Ah Falamos da política atual onde chegou o Brasil. Elegemos um presidente metalúrgico e deu no que deu. Nessa barbárie atualmente que nós estamos atravessando, não só no Brasil, como no mundo. E como essa juventude vai enfrentar essa barbárie? O que mais eu poderia falar? Agora, eu me sinto mais contemplado dando aula em um barzinho, em um bar. Beber, não, porque eu não bebo mais, por ordem médica. Mas falando de tudo, de literatura, eh dando conceitos literários. A literatura é a coincidência espiritual entre homens de todas as épocas. A literatura é jogo e atividade lúdica. A literatura é a ânsia de imortalidade. Todos esses conceitos literários, eu dou dando aula de história, eu dou aula de literatura também, que eu falo muito quando dou aula de história, em um barzinho, de um grande escritor chamado Lima Barreto, gente, que era negro e enfrentou todos os preconceitos da época. Um escritor chamado João do Rio, que foi muito também discriminado pelas elites, no Rio de Janeiro, que era a capital da república, que, ali aliás, foi capital até mil novecentos e sessenta, quando o jota cá levou para Brasília. Falo da do preconceito que tinha contra a raça negra. O Machado Assis, negro, filho de um português com uma escrava, negro e discriminado, depois de cem anos que as elites começaram a reconhecer o Machado de Assis como um escritor negro, gente, porque até então ele era um grande escritor, mas preconceito, raça negra. Quem que me fascina também no século dezenove? Chiquinha Gonzaga, gente. Carlos Gomes também era negro. Nossa a literatura

A história ela tem vertentes com a literatura, se bem que a literatura também é um pouco... a criação a arte literária, a criação, né, eh mas sempre do lado histórico, a literatura, a música, o conto. O Marchal de Assis eu li todinho, gente, olha, modéstia à parte. Graciliano Ramos, Juscelino Zorrego, Jorge Amado, José Américo de Almeida, Augusto dos Anjos, que foi discriminado pelas elites, pelos parnasianos principalmente, resgatado pelos modernistas. Os anos trinta, os anos do Getúlio Vargas, Revolução Cons Constitucionalista de trinta e dois, a Redemocraciação em trinta e quatro, que durou um ano só que em trinta e cinco, aliás que em Em trinta e sete, teve Apolaco, Estado Novo. e cinco foi a derrubada do Vargas. Veio José Linhares interinamente, para o período o período Dutra. Getúlio Vargas novamente. Suicídio de Vargas, Café Filho vice, período Jota Cá, Jota Jânio, João Goulart, até culminar com a ditadura militar, né?

E eu gostaria que o senhor contasse como é que foi a sua fase de militante.
Olha, a fase de militante nos anos setenta, você diz?
Na época que o senhor foi militante.
Não, então vem de cento e oitenta para cá, porque dos anos setenta já veio, não deu-se por descobrir, Damaris. Olha, eu como militante, eu me achava o dono da verdade. Eu era dogmático, a verdade absoluta. Eu era, eu não era nem radical, eu era fanático. Até meu, um dia, o meu pai falou: esse seu fanatismo vai te levar à loucura. E era um homem que... Minha mãe também falou que era um homem que não tem complexo de Minha mãe morreu com noventa e um anos. Mas meu pai e minha mãe: Isso aí está te levando à loucura, Nicola. Cuidado, meu filho. Você é muito fanático, viu? Eh Participava, amassei barro. Eh.., Nossa, participava de sarau literário, Olha, de tanto que eu fiquei desiludido com o socialismo, com o pê tê, que eu esqueci até os poemas do Mayakovsky. E esqueci toda a literatura marxista. Esqueci, não. Não não quero mais ventilar, abordar. Agora eu voltei a estudar os poetas. Todos aqueles poetas que sempre exerceram grande fascínio em mim. Ferreira Goulart, que está vivo até hoje. Meu guru, Manuel Bandeira.
Eu gostaria que o senhor fizesse, assim, uma relação dessa sua época, dos ideais da sua época de militância, e depois, assim, colocasse, né, que o senhor já se colocou como decepcionado. O senhor trouxesse um pouco isso para a gente na história, como é que foi surgindo, assim, essa decepção até hoje?
Hum, eu vou te responder, Damaris. Damaris Gisela e Adilson. Olha a primeira desilusão para todo petista e para todo esquerdista, fanático, radical, ela surge nos anos oitenta ainda com a Perestroika e a Gladis Nosti. Aliás, antes da Gladis Nosti, que foi uma espécie de distensão. que foi a grande Boris Yeltsin, depois veio a perestroika, a reestruturação. Quando o socialismo começou a entrar em declínio, nos anos oitenta, e quando o muro de Berlim, em oitenta e nove, caiu, aquilo foi uma decepção, decepção total. E quando, em noventa e um, caiu, desmoronou-se, tornou-se pó o Império Soviético, a União Soviética caiu. Inclusive, há um livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, que ele diz o seguinte no seu livro de A Era dos Extremos, que eu li, que parece uma bíblia. Eh Cientificamente, se aceita que o século vinte começa em mil e um Se você joga o um mais dezenove, são século vinte. Mas, cientificamente, o século vinte vai começar em mil novecentos e quatorze, com a Primeira Guerra Mundial, e vai desmoronar em mil novecentos e noventa e um com o desmoronamento e esmoronamento da União Soviética, em noventa e um. Cientificamente, se aceita como dois mil e um. Joga um mais vinte, são vinte e um. <coughs> Mas o século vinte termina em mil novecentos e noventa e um, cientificamente, segundo o meu guru, Eric Hobsbawm O século vinte termina em. com o desmanche da União Soviética. A partir daí, tudo o que aconteceu tinha que acontecer, não vai acontecer mais nada. Aliás, nós estamos vivendo uma bela época. É o auge do capitalismo. Aliás, da ideo da ideologia neoliberal. Aliás, neoliberal não, é o liberalismo, é o capitalismo levado até as últimas consequências. Que o Lester, ele durou com o Adam Smith, Davi Ricardo, até mil novecentos e vinte. É Depois vem a é a é a era, do aliás, vai durar até mil novecentos e vinte e nove, quando há o declínio. Até trinta e três governou um neoliberal nos Estados Unidos. Depois de trinta e dois Depois, em trinta e três, veio o período do welfare state, que é a intervenção do Estado na economia. a política do bem-estar social, <coughs> ou seja, o Lord Keynes.

Então, hoje em dia, nós estamos atravessando um período neoliberal, ou seja, é o liberalismo levado até as últimas consequências, que é a não intervenção do Estado na economia. E em países do terceiro mundo, em um país como o Brasil, É nem o neo neoliberalismo, é o Estado funcionando só em prol de uma elite, de uma autocracia, um Estado que tudo pode em detrimento, em prejuízo de uma maioria que é o povão. Ou seja, estamos atravessando uma barbárie, gente, uma barbárie total. E eu entendo que, não gosto nem de usar oo achismos, achismo é quem perdeu alguma coisa. E eu não perdi a fé, a transcendência de um mundo melhor. Só que esse mundo melhor depende da juventude, gente. Porque, para enfrentar essa barbárie, eu não sei até quando vai durar. Se faz dois mil e quinze, dois mil e trinta, uma vez, uma época, ele vai ter que desaparecer. Mas eu não sei quando, gente. Não tenho bola de cristal. Eu sei que, eu entendo que a educação ainda é uma mola propulsora. E é através da educação e da conscientização que o que o jovem e os movimentos de periferia, que é como que é a pronúncia? hip-hop, né, gente? Esse movimento que existe na periferia. Agora, esse mundo melhor, o Brasil pode ser ainda, quem sabe, gente? Eu tenho certeza. Não precisa tomar de quem tem para dar para quem não tem, não, gente. Pode haver, então, um estado de bem-estar social, welfare state, gente, mas depende da juventude, depende da contestação, gente. Nem se fala em regime comunista, gente. Tirar de quem tem para dar para para quem não tem, gente. Nós podemos formar um Estado viável, depende da juventude, gente. Checkmate. Sabe o que eu respondi?
Por que depende da juventude? Eh
É, eu acho que, eu entendo que a escola ainda é o caminho, gente. E E os movimentos que existem na periferia, gente. De contestação, de não aceitar, gente. De estudar mesmo, ler muito e procurar se conscientizar, gente. e reivindicar e se desapegar das drogas, gente. Porque as drogas é uma droga, já disse tudo. E da bebida também, gente, que eu tenho um amigo que é alcoólatra, e eu não vou falar o nome por questão de ética, mas o alcoólatra e a droga, ela serve simplesmente para uma classe dominante que está aí e quer ficar aí, continuar espezinhando. E a juventude tem que se fugir das drogas e fugir do álcool também. Não sou puritano, gente, de forma nenhuma. Fazer as coisas de uma maneira mais A temperança, que é um termo bíblico.

Nicola, Eh... E se o senhor pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória de vida, o que o senhor mudaria?
O que que eu mudaria, gente? Se eu pudesse mudar, gente, em que pese às transformações tecnológicas que nos anos oitenta começou a penetrar no Brasil de uma forma indiscriminada, tanto no campo como na cidade, Eu entendo que uma reforma agrária pessoal autêntica ainda seria um passo decisivo para que a gente, para que nós, não vou dizer a gente, para que nós amenizássemos ah os grandes bolsões de miséria e de pobreza que ainda infestam por esse Brasil afora gente. E por São Paulo que é uma cidade a maior cidade do Brasil, o estado mais adiantado, gente. E por esse Brasil afora. Uma reforma agrária e uma redistribuição de renda mais justa e mais igualitária, gente. E moralizarmos as nossas instituições. Acabar com tudo isso isso que existe. Olha, sinceramente, não é jogar confete, não. Esse depoimento que eu estou dando para mim é um bálsamo. É Seja veiculado na á eme Agricultura ou não seja, para mim é um bálsamo. E olha, que que eu ia falar mesmo, gente? Deu um branco agora. Pode perguntar, Damaris. O que você falou mesmo?
Eu perguntei da sua trajetória de vida, o que que mudaria.
Então, o que mudaria então? Redistribuição de renda mais justa, mais igualitária, moralização dos costumes. Que mais, gente? As pessoas saberem em quem está votando e cobrar do seu deputado. Cobrar do seu deputado, seja do seu vereador em nível de cidade, do seu deputado estadual em nível de estado, do seu deputado federal senador em nível de Câmara de Deputados, Senado Federal em nível de Brasil. E cobrar, inclusive, de um, do presidente que você, eh, ajudou a eleger. É a partir disso daí que nós não iremos conseguir construir uma sociedade mais justa e mais igualitária.
E hoje qual que é o o o seu partido?
Olha, eu não alimento mais esperança em partido. Eu estou num partido no PSOL, eh, porque eu me decepcionei com o pê tê. Eu sou contra aquele velho jargão é, mas tudo que chega no poder tem que aceitar corrupção. Não, gente, de forma nenhuma. O pê tê poderia sair ileso e o Lusa, o Lula poderia nem ter sido reeleito, gente. Para continuar essa caca que está aí, era preferível que ele nem tivesse de reeleito enquanto continuasse os tucanos do poder. Porque sem querer fazer proselitismo político, gente, houve corrupção no período tucano, que foi a compra de votos. Foi provado e foi abafado. Sem querer fazer pros proselitismo político. Esqueça o que eu falei. E o PT, o Mensalão, gente? O pê tê nunca deveria ter aceitado pagar para deputado votar para o projeto de interesse do governo. Não, não e não. Mesmo que não aprove, pelo menos sairemos de ca de de cara limpa. Eu sou contra, gente. Eu li Hannah Arendt e discordo da Hannah Arendt, que era uma social-democrata, tcheca de origem judaica. morta em setenta e cinco Ela dizia que não há governantes, eh... santos e não há governades, governados que são santos, que o mundo é esse mesmo. Eu não concordo com ela, não, gente. Eu acho que a dignidade é algo importante no ser humano. E o livro que eu esqueci de lis, de de... que seria muito atual, se os professores de literatura aplicassem em sala de aula, que esse livro está muito atual com que tudo o que acontece no Brasil, gente. <sighs>

Cansei um pouquinho, gente. <laughs>

Não estou sendo prolixo, não, né, gente? Não. Não. Não, não, gente. É algo que eu queria desabafar,

Nicola, o senhor quer falar dos anos setenta.
Ah, dos anos setenta, como vocês todos sabem, foram os anos tenebrosos, gente. O ano em que muitas pessoas não sabem, mas houve até a pena de morte no Brasil, né gente. Eu me lembro muito bem que em sessenta e O Pedro Aleixo, eh, a junta militar era o general Lira Tavares, o brigadeiro Márcio Sozimelo, e era o almirante Augusto Rademacher. Eram os três patetas, segundo o Luis Guimarães. E os três patetas governaram o Brasil até setembro, quando foi empossado o Emílio Garrastazu Médici. Então, gente, como eu estava falando, quando morreu Costa e Silva, era para entrar o Pedro Aleixo, mas não entrou o Pedro Aleixo, entraram... entrou a junta militar. E a junta militar governou até setembro, então entrou o Médici. No Médici, então, vocês se lembram muito bem, foi o habeas corpus, ele foi totalmente suspenso, em latim quer dizer que tenhas teu corpo. Mas, juridicamente, a pessoa não podia ser presa sem culpa formalizada. Com a suspensão do habeas corpus, então a ditadura militar, a ditadura, não regime do arbítrio, do autoritarismo, é a ditadura que é a fase mais violenta, gente, que nós enfrentamos, que foi o presidente Médici. o Emílio Garrastazu Médici. Eh, em sessenta e nove, se não sei se é no quatro de novembro, o Pelé tinha marcado o milésimo gol e, no dia quatro de novembro, o Carlos Marighella, que era da Aliança Nacional Libertadora, ou da Aliança Libertadora Nacional, não me lembro, gente. Tudo bem, a sigla é a mesma. Ele foi assassinado na... ali na... nos Jardins. E nisso é a Lameda Casa Branca, o Carlos Marighella, quatro de novembro de sessenta e nove, quando o Pe Pelé marcou o milésimo gol. Então e nos anos, isso dos anos setenta foi a caça às bruxas mesmo, que foi tortura, assassinato, desaparecimento. O que eu tive de colegas que desapareceram, gente, se eu tivesse a cabeça naquela época, eu também tinha desaparecido. Então, eh, eu vou ser até um pouco etéreo, até um pouco, eh... assim, até um pouco místico, gente. Se eu tivesse essa cabeça, eu também teria desaparecido, gente, naquela época. Então, nos anos setenta e setenta e um, Carlos Damar que foi assassinado no interior da Bahia e a ditadura militar, ela deitou e rolou. E eu me lembro que a ditadura, o Alexandre Vanucchi Leme, você que é da USP, sabe muito bem quem foi o Alexandre Vanucchi Leme, era também Adamares, um menino também. O Alexandre Vanucchi Leme foi também um dos nossos desafeto, que também entregou a vida em holocausto, né gente. E muitos outros bra brasileiros jovens, naquela época meninada, A cadeira do dragão, o pau de arara, o afogamento. Nossa, gente. Muito, tudo isso aí vocês já sabe. E e nós vamos culminar com o quê, gente? No dia vinte e cinco de outubro de setenta e cinco, quando foi assassinado, afogado nas dependências do Doiconde, na Rua Totóia, o Vladimir Herzog, gente. Que ele foi afogado com sal. Ele aparece com aquele fio de nylon assim, enforcado, aquilo ali foi uma coisa feita de propósito, para dizer que ele se enforcou. Mas, na verdade, quem participou do... da tortura dele, o Auguste, o Auguste em árabe quer dizer, eh, verdugo, tá, verdugo quer dizer carrasco, em espanhol fala verdugo, carrasco porque a primeira pessoa que aplicou a pena tinha o sobrenome de carrasco. Mas, na verdade, é Auguste o Verdugo. O Verdugo, o Auguste dele, foi o Erasmo Dias, e o Sérgio Fernando Paranhos Fleury, que foi espécie do Torquemada, Tomás Torquemada, durante a ditadura militar. Para quem não sabe, o Tomás Torquemada foi um inquisidor durante o Renascimento, durante a transição da Idade Média para o Renascimento. Aliás, durante a contrarreforma, durante a Inquisição, o Tomás Torque Torquemada foi um verdugo também, torturava tudo com... era suspeito de homossexual, era torturado, suspeito de bruxa, homossexual, suspeito de materialista, agnóstico, era tudo torturado. Então, ele foi o espécie do Tomás Torquemada. E Então, culminou com a morte do Vladimir Herzog, que eu me lembro muito bem, e também o Manuel Fiel Filho, em setenta e seis, que foi enforcado no DOI-CODE. Então, todos esses acontecimento a gente, nós porque eu não gosto de mais gente. Aliás, eu vou reportar ao presidente Ernesto Gássio. Aliás, o Ernesto Gázio foi um ditador, eh... que, em setenta e cinco, ele demitiu o general Edinardo Dávila Mello do comando do segundo Exército, quando o Vladimir Herzog e o Manuel Fefi Feofilo foram torturados. Foi o período, então, da do da distensão, do afrouxamento da ditadura militar. Em setenta e oito, teve o congresso pela anistia, que eu ainda tinha o cabelo preto, bigodinho preto e cavanhaque. E eu participei ativamente no na anistia. Pegando um abaixo-assinado para libertar os presos políticos, que ainda tinha no Brasil. E o José Genuíno, esse safadinho que está aí, ele foi contratado pela equipe para dar aula de história lá. E eu fui não fui porque eu estava em uma faculdade particular e por o fato de ele ser guerrilheiro deram preferência para ele. Aliás, eu tinha parado com a minha faculdade particular, que eu não tinha dinheiro, que era PUC, né, mas tudo bem. E deram preferência para o Genuíno. E Então então, em setenta e oito, gente, no dia treze de dezembro de setenta e oito, o presidente Ernesto Geis, o ditador, ele assinou ah... e a suspensão total do á i-cinco, que durou de treze de dezembro, dia de Santa Luzia, a protetora dos olhos, a treze de setembro, sessenta e oito a setenta e oito, dez anos. E ele tinha assinado também a cê gê i, a Comissão Geral de Investigações. Então, a partir daí mesmo, começou a o declínio da ditadura militar, que foi veio com o general Figueiredo de setenta e nove até oitenta e cinco. Figueiredo, então, veio com abertura total política. foram criados novos partidos políticos, pê dê esse, depois veio o pê eme dê bê do Ulysses Guimarães, que era o antigo eme dê bê, e durante a ditadura só tinha dois partidos, que era a Arena Aliança Renovadora Nacional, o partido Sim, e o partido do Sim Senhor, que era o eme dê bê, dois partidos, que na verdade eram farinha do mesmo saco. Depois teve, então, o processo da abertura total com o presidente Figueiredo, Em oitenta e dois, eu me lembro, gente, que o me, em oitenta e dois, disputaram as eleições Luiz Inácio da Lula da... Luiz Inácio da Silva, que não tem Lula ainda, no sobrenome, eh... Reinaldo de Barros, Jana da Silva Quadros, Franco Montoro e Rogê Ferreira, cinco. Quem ganhou a eleição foi o Franco Montoro. Franco Montoro governou o Brasil, e três, houve o primeiro ato das diretas, Arampa-Caimbu, pê tê já encabeçando o movimento. Em oitenta e quatro o pê eme dê bê abraçou também o pê eme dê bê, já com Luiz Guimarães, Montoro, Fernando Henrique, que está vivo até hoje, o José Richa, falecido Mário Covas e E foi aquela luta pelas diretas já. O velho Nicola, que pesava no Não tem problema eu falar que eu era alcoólatra? Não. Que eu bebia muito? Bebia muita cerveja, muita <laughs> Era ou não?

Ficava de foguinho. Não foi dar escândalo, né? E em oitenta e quatro, no dia vinte e cinco de abril, teve a votação das da emenda das diretas, a emenda Dante de Oliveira. Infelizmente, ganhou, mas não passou a emenda das diretas. O Colégio Eleitoral, quem foi para o Colégio Eleitoral? Maluf e Tancredo Neves. Morreu. O Sarney era o vice. O Sarney entrou. O Sarney entrou. E é da ditadura também. Governou até... De oitenta e cinco até oitenta e nove, aliás, de oitenta e quatro, que ele já era vice do Tancredão, ele governou até oitenta e nove. Depois, em oitenta e oito teve as eleições. Aliás, oitenta e nove as eleições. que ele governou cinco anos, o Sarney, de oitenta e quatro a oitenta e nove. Ganhou o Fernando Collor de Mello, quando o pê tê, a Globo, fez a cabeça do povão. O Fernando Collor de Mello foi aquele fiasco, foi cassado. O Itamar entrou. Itamar, o Itapior, Brasil. Não é Itapior, né? O Itamar governou interinamente, teve as eleições, que o Fernandinho, sociólogo, Governou então de oiten mil novecentos e noventa e quatro até oitenta e dois, quando teve eleição e o Luiz Inácio lula da Silva entrou como presidente. E E é isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta, Damaris?

Nicolas, eu queria saber se o senhor pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória de vida. O que o senhor mudaria?
O que que eu mudaria? O que que eu mudaria gente? <coughs> Bom, eu mudaria, aliás, algo que eu já mudei. É conviver, ou seja, a palavra conviver quer dizer viver junto, conviver com as diferenças. Aí eu sigo eh uma forma bem assim, eh ipsis litteris, o meu guru Paulo Freire. Quer queira ou quer não, nós saber, nós temos que saber conviver com as diferenças gente. E hoje, com a mídia que faz a cabeça do povão em termos de eleição, não adianta, gente. Quem faz a cabeça do povo é a mídia. Hoje em dia, por mais que o professor seja o idealista, ele não consegue fazer a cabeça do povo. Quem faz a cabeça do povão e, principalmente, da juventude que não lê, da juventude que não participa de política, é a mídia gente. Então, se eu pudesse mudar a minha a minha eh, a minha... Como é a palavra que você falou mesmo? Trajetória de
Trajetória.
Trajetória, caminhada, quer dizer. Eu mudaria simplesmente a minha forma didática. Eu sei, tinha que ter criatividade. A minha forma de ensinar a política, gente. O que é a política? aceitando, não de uma forma eh desbragada, até alguns conceitos eh socio sociológicos que eu aprendi com a minha amiga, a minha guru, que eu tenho grande estima por ela, que é a Hannah Arendt. Ou seja, os governantes não são anjos e os governados não são anjos. Só que isso daí, se a gente for levar o pé da letra, não são anjos. Você pode, até de vez em quando, sair um pouco da linha. Não sair da linha de uma forma desbragada, de uma forma que possa prejudicar o seu semelhante, dar uma rasteira, um golpe desleal. Certo? Essa A pessoa procurar viver a vida do jeito que ela vive e procurar fazer a sua parte, gente. Isso. Nunca procurar através assim de fanatismo, através de cartilhas, É, embora eu seja marxista, mas não ortodoxo, porque ortos quer dizer correto, doxo quer dizer opinião, opinião correta. Eu sou marxista, sim, não leninista, orto, eh não ortodoxo, gente. Porque o próprio Karl Marx, quando ele idealizou a sociedade sem classes, que seria um regime comunista, cada pessoa se autogovernar, ele queria simplesmente eh conscientizar a classe operária que muitas mudanças que houve no final do século vinte e no século vinte e um haveriam. Ele foi um profeta. Ele já queria Então, ele queria conscientizar a classe operária para fazer a revolução, gente. Se o Velho Marx ele, é ressuscitasse, é até uma besteira o que eu vou falar, ele ficaria escandalizado. Tudo o que ele previu eh, não aconteceu. Eu li o Ócio Criativo, do Domênico de Masi, um livro muito bom também, gente. que nesse mundo nessa barbárie todinha, o ócio, que em grego quer dizer lazer, não é preguiça, o ócio tem que ser criativo, as pessoas têm que ser criativas. As pessoas têm que viver, aliás, há que viver nesse mundo, e para não viver, não viver eh de uma forma assim muito chorosa, eh, reclamar demais, senão a pessoa não vive, gente, acaba morrendo. morrendo assim através do álcool, não se buscar o escapismo através do álcool, da droga, gente. É procurar viver do jeito que o mundo dá, gente. Hoje, se alguém procura falar em política comigo, eu procuro desviar o assunto. Eu fiquei enojado com política, gente. Princi e olha As rádios que eu ouço é a rádio cê bê ene, porque a cê bê ene dá uma informação decente. A Cultura que, embora seja agnóstico, quase materialista, eu gosto de música barroca, música religiosa. Eu ouço muito a radiocultura á eme e efe eme. E todos os dias de manhã, às nove horas, eu ouço Memória da Literatura, gente. Ai Damaris. Será que eu respondi, Damaris? Se eu não respondi, eu vou te pedi desculpas.
Não, respondeu. E falando em literatura, agora a Gisélia vai entrar na literatura. Ai
Esse daí é o meu, opa, orgasmo. Desculpe, até o termo.
Eu gostaria que o senhor começasse falando do primeiro livro que o senhor leu, se você se lembra, que lembranças isso... Do primeiro livro que eu li, gente... Deixa eu lembrar mesmo.
eu li o Luiz Vaz de Camões, mas eu não vou falar o poema todinho dele, porque há muitas palavras que você não entende o significado, e não é bom falar umas coisas assim que... Bom, calma, só o primeiro trecho dos Lusíadas, que são muito muitos, cantos, né. As armas e os barões assinalados que do ocidental para a erositana, por mares nunca antes navegados que passaram ainda além da tapa tapobrana, e entre perigos e guerras esforçadas mais do que prometia a gente humana, e entre gente remota edificar o novo reino que tanto sublimaram. Cessem do sábio grego e do troiano as grandes navegações que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre e lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cessem tudo mais que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Foi o primeiro livro que eu li. Não entendia muita coisa ainda, né? Depois de Homem Adulto, aí que eu passei a entender. Gigante Adamastor, a mitologia grega, né, gente? Mais uma? O primeiro livro que eu li agora, mais recente. Posso declamar
nao. Pode, pode.
Agora eu vou declamar um poema, dois poemas do Boccagi, Se Reconciliando com Deus, que ele teve uma vida doidivana, uma vida mundana. Agora eu vou usar um pouco as mãos, gente. Já o Boccagi não sou a cova escura. Meu estro vai parar desfeito em vento. E aos céus do tragigo, ao tormento Leve-me e torne-me sempre À terra dura, que é o túmulo. Conheço Joconde, uma figura, Em prosa e verso fez meu louco intento. Musa, tiver algum merecimento se um raio da razão seguisse pura. E Eu me arrependo, a língua quase fria, Brado e alto pregão, a ramocidade Que atrás do som fantástico corria. Outro aretino fui, a santidade Manchês se me cresce, Mais uma reconciliação com Deus. Meu ser evaporei na lida insana do tropéu das paixões que me arrastava. Há cego e eu cria, há mísero e eu sonhava em mim quase imortal a essência humana, de que, inúmeros sóis a mente ufana, a existência falaz me não dourava! Mas ei, sucumbi, natureza escrava, ao mal que havia de sua origem dana.

Ó Deus, quando a morte a luz me roube, ganhe num momento em que ganharam anos, saiba morrer o que viver não soube. É a morte, gente. Agora, Fernando Pessoa. Pode ser? Vocês vão me aguentar hoje. <laughs> Agora, Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos noivos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso. Ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do tem que passar além da dor. Deus, ó mar, o perigo o abismo deu, mas nele que espelhou o céu. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor é a dor que devera sente E os que leem o que se segue na dor lida sente bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E E assim nas calhas a roda gira a entretera razão. Este comboio de cordas que se chama O Coração. A Aliás, o sotaque lusitano é este comboio de cordas que se chama O Coração. O esforço é grande e o esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do Ariel Moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é im é imperfeita. Este padrão signado ao vento aos céus, que dá obra ousada, é minha parte feita por fazer a sua com Deus. E ao imenso e possível oceano ensino estas esquinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz o que enviada a alma e me faz a febre de sempre navegar. Só encontrarás Deus na eterna

pôr do sempre por achar. Fernando Pessoa. O senhor, depois desse sarau, agora, conta para a gente como é que começou esse interesse, eh... como é que, da primeira vez que o senhor participou de um sarau, como é que foi?
Ah, vou chegar lá. Mas você vai deixar eu falar o Manuel Bandeira também, né, querida? Claro. Ah, não, pelo amor de Deus. Olha, o sarau literário começou a se manifestar ainda nos anos setenta, quando eu comecei, assim, ver que não adianta ser radical, não adianta ser fanático, ser xiita mesmo, gente. Não chato e chato também. Então, nos anos setenta. Agora, nos anos oitenta, eu abandonei a literatura marxista. Eu li Albert Camus, O Estrangeiro, A Peste, Eu li o A Morte em Veneza e Montanha Mar, Montanha Mar de Thomas Mann. Eu li Senhor de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Bom dia para os defuntos, do Manuel Scorza, um escritor peruano morto em setenta e cinco. Eu li todos os prêmios Nobéis de Literatura. Eu li Miguel Ángel Astúrias, do Antemalteco. Eu li também a Gabriela Mistral, o Pablo Neruda, gente, nossa, que poeta! Então eu comecei a me se interessar por literatura mesmo, pela poesia, nos anos oitenta e nos anos noventa, principalmente, quando eu vi que a coisa, que o mundo caminhava para isso que nós estamos vendo até hoje. Então eu vejo na literatura um escapismo, uma forma de eu satisfazer o meu ego, uma forma de eu satisfazer os meus amigos, uma forma de conviver de uma forma pacífica com meus semelhantes, gente. É isso aí. É, e é, eh o teu nome? Gisela. Ô, meu Deus, preciso... Ô, meus Deus, preciso entender o que que era seu nome, Gisela. Vou escrever em um papel antes de ir embora.

Gisela? Pode perguntar então. Então, eh, e o senhor acha que a poesia pode nos ajudar a combater a barbárie que nos vive? Eu
Eu vou falar acho, porque eu não perdi a a fé na transcendência, a fé em construir um mundo melhor, gente. E eu, através de um grande poeta que eu esqueci de citar, meu Deus, não posso esquecer, Cruz e Souza. Aliás, eu citei Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes. Através desses, eh, poetas religiosos, principalmente o Cruz de Souza, que foi simbolista, você pode sensibilizar o corações, gente. E eu comecei co eu comecei sensibilizar, inclusive, uma pessoa que é da extrema-direita, que eu já conversei com ele várias vezes, o Boris Karzoy, viu, gente? <laughs> Hoje em dia, não. O Boris é uma pessoa fora de série, fantástica, gente. Ele talvez não se lembra de mim, porque ele é uma pessoa importante, mas eu me lembro muito bem dele. Entendo, acho não, desculpa, eu entendo que a poesia é uma válvula de escape, a poesia é uma mola propulsora para fazer com que as pessoas tenham mais sensibilidade. Você vê que quando eu declamei o poema do Boccaccio, quase que eu chorei, gente. Que a pessoa, por mais materialista que ela seja, ela quando está morrendo, ela se lembra de Deus.

Pode falar, pode perguntar que vocês matam o véio hoje, mas não vai matar, não. Eu vou sair de cabeça erguida e respirando, gente.
E o senhor não... fala para a gente um livro marcante da sua juventude.
Olha, da minha juventude, um livro marcante, gente, marcante mesmo. Olha, todos os poetas, o que eu mais marcou na minha vida, e ele até hoje exerce um grande fascínio, Manoel Carneiro de Sousa, em Pernambuco. Ele teve uma trajetória de vida muito linda. Ele era tuberculoso, pensou que ia, eh, morrer mocinho. Esteve em Campos de Jordão, esteve na Suíça. Fez poemas, eh, ironizando os os poetas árcades, ah àrcade, ah, perdoa, desculpe, os poetas parnasianos, a trindade Raimundo Correia e Alberto Oliveira. Ironizando o Vicente de Carvalho, que era de Santos. Os Sapos, mas eu não sei de cor não. Os Sapos eu não vou declamar. E ele E todo o poema dele era em torno da sua doença, ironizando a sua própria doença. Diga trinta e três, trinta e três, o que que você acha que eu devo fazer? Dançar um tango argentino. Aquela... o poema ironizando a sua doença. Mas dos poemas que o dele mais gostei, foram os poemas em que ele... Ele foi o frequentador do baixo meritrício do Mangue, no Rio de Janeiro. Ele morreu sozinho. E eu me identifico com o Manuel Bandeira porque eu tenho uma vida também que eu sou sozinho, gente. Me identifico com ele por causa disso. E eu tenho um orgasmo literário, gente, desculpa essa palavra usar mais uma vez, por esse poeta, gente. Olha, Manuel Bandeira para mim é tudo na vida. por causa do linguajar, da licença poética. Ele usa a licença poética. E, para o poeta, para o grande poeta, a licença poética é válida. Gente, é fantástico. Se alguns, a memória falhar, vou pedir desculpas desde já, gente, por favor. Um dele que, ele fala da empregada dele. Não gostaria do termo empregada, já naquela época, mulher que trabalhava com ele, negra. Irene Preta, Irene Boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco. São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Uma que é de cunho social, já naquela época. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, nem cheirava e nem examinava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Agora uma dele que é transcendental, gente. Mais uma dele que é transcendental. Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, no céu. Deixa eu me concentrar. No dia cinco de dezembro de mil setecentos e noventa e um, Wolfgang Amadeus Mozart entrou no céu. Como um artista de circo, fazendo piruetas extraordinárias sobre o mirabolante cavalo branco. Os anjinhos atônitos diziam que foi, que não foi, que foi, que não foi. Melodias jamais ouvidas mais moço dos anjos ou mais moço dos anjinhos. Lindo, gente. Mais uma dele agora. Vi ontem... Não. Não é essa, não. Desculpe. Deixa eu me concentrar. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que, da sua distância para minha companhia, não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? E ouvia a sombra funda responder, que assim dizia, para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Lindo. Vamos ver essa daqui agora, Estrela da Manhã. Se eu der alguma errada, você desculpe, porque essa é um pouco quilométrica. Vamos lá, então. Eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Ela desapareceu, ia, nua. Desapareceu com quem? Procurem por toda parte. Digo que sou um homem sem orgulho, um homem que aceita tudo. O que lhe importa? Procurem por toda parte. Eu quero a estrela da manhã. Três dias e três noites. Três dias e três noites. Fui assassino e suicida. Fui ladrão, pulha. falsário, virgem malsexuada, atribuladora dos aflitos, pecai por todos, pecai com todos, pecai por todos, pecai com todos, pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai de todas as maneiras, pecai com os gregos e troianos, pecai com o padre e com o sacristão, pecai com o leproso de pulso alto e depois pecai comigo. Te esperarei com uma, novenas, cavanhadas, comerei terra e direi coisas de ternura tão simples Procurem por toda parte, pura, desbragada, despudorada,
Tudo bem, olha, desculpe. Não, é que o senhor põe a mão assim, nós entendemos a sua grande emoção.
Eu fui emoção demais
O senhor fica bem emocionado, põe a mão assim, que está gravando, e depois o senhor vai levar uma cópia, nem o senhor vai poder ouvir. Ah, não, não, pelo amor de Deus, desculpe, deixou. <laughs>
Eu sou teimoso Essa última aí eu usei um termo de uma ciência poética com todo o respeito ao grande poeta Manuel Bandeira. Mas isso aí não vai ficar nem notado. Agora, a que eu vou, agora aquela que eu me entrego completamente, vamos parar de falar coisa muito triste. Mais alegre agora, né? A erótica. Vamos embora para Passagarda. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vamos embora para Passagarda. Vou me embora para Passagarda. Aqui eu não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha falsa e demente, vem a ser contraparente da Nora que nunca teve. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de cebo, tomarei banhos de mar.

Vou-me embora para Passagarda. Em Passagarda tem tudo a outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostituta bonita para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, e quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para passar a guardar.
Senhor Nicole,

e assim eu dei, durante tres anos

para o magistério de aula de história entremeadas com literatura. E as meninas aprenderam o poema do Fernando Pessoa, o mar português e o padrão, que eu declamei, aprenderam muito sobre expansão marítima graças a esse poema do Fernando Pessoa. E graças também ao poema de Luiz Vaz de Camões, quando falava sobre expansão marítima. Quando eu falava do modernismo no Brasil, a Semana de Arte, que tem muito a ver com a história, também elas entenderam muito. Eu tive alunas que me contemplaram muito. Muitos alunos que entraram na usêpê, na pêquê, na unêcampê na unêsêpê, me contemplaram porque eu nunca fiz uma universidade gratuita. E, olha, elas eram bem receptivas.
O senhor quer declamar mais algum poema?
Quando o meu rosto contempla, o espelho se despedaça. Por ver como o tempo passa, e o meu desgosto não passa. Amargo campo da vida é quem decimeu com dureza. Que os que não morem de ira, morem de pura tristeza. Cecília Meirelles, O Espelho. O Drummond, eu sei ele todo, mas, por incrível que pareça, não sei nem onde corre. Não sei mesmo. Eu tenho duas trovas aqui. Raul Pedreneira. O filho do carpinteiro foi um artista profundo, com três escravos e um madeiro. O madeiro fez a redenção no mundo. Ri criança, a vida é curta, o sonho dura um instante. Depois o cipressa esguia o Mostrakova ao viandante. Casimiro de Abreu. Olha, gente, eu... O que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mais alguma pergunta?
Nós já vamos encerrar agora.
Olha, deixa eu ver. Agora, dos poemas o que eu mais me sinto mais vivo, vivo, atrapalhou aquele poema da Estrela Solitária, não, gente? Na hora que eu estava declamando? Não, não. Esse poema é o que mais me identifica como alabandeira, porque eu sou uma pessoa sozinha também. E os poemas do Boccaccio que eu aparentemente declamei, gente, que eu fui materialista autêntico. E hoje já sou, não é muito assim, gente. É isso aí, pessoal. Deixa eu olhar Pura. Ah, lembrei. Procurem por toda parte. Pura. Degradada ou até... Ai, meu Deus, deixa eu ver. Permita que eu pegue o livro aqui ou não? Ai, gente. Pura, degradada ou... Deixa eu lembrar... Aquele poema lá, a última coisa, me deu um branco. Ai, gente, que coisa, gente! Não podia acontecer isso. Bom, tudo bem. A Estrela Solitária, que é o poema que eu mais gostei dele, esse foi de Cabo Arabo, Odifio Apavio. A Estrela Solitária é uma coisa também muito chocante, né, gente? E o que mais se... Me identificou com ele e foi ir para a Sagrada e a Estrela Solitária. Ah, pura, degradada, até a última baixeza. Eu quero a Estrela Solitária, Valdeval Bandeira. Lindo, gente. ou Então, eu troquei pura ou degradada. Até a última... Que foi a palavra que eu falei? Até a última... Oh, meu Deus! Até a última baixeza. Pura, degradada, até a última baixeza. Eu quero a estrela